Eu nasci em São Paulo, na capital, no dia quatorze de outubro de mil novecentos e Uma quarta-feira, às quinze e vinte da tarde, segundo me foi contado, né? <laughs>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

E você foi criada com seus avós também? É.
A minha mãe morava com a minha com os meus avós maternos, né? E as minhas tias solteiras, então eu fui uma menina muito mimada. Até dez anos de idade eu era a única neta de ambas as partes, né? Os meus avós paternos eram o nono e a nona, porque... Eles, eh, mantiveram a a tradição italiana, né, então eram o nono e a nona, e moravam perto de casa, e eu também, da parte deles, era a única. Agora, a minha avó materna era italiana, mas o o o meu avô... era a caiçara do litoral norte de São Sebastião. Então a minha avó foi se adaptando aos costumes mais brasileiros. Na casa do nono e da nona era uma história, onde eu morava era outra. Mas eu fui muito paparicada, eu fui muito mimada, eu tive uma infância muito, muito feliz. E eu sempre cobrava da minha mãe e do meu pai que eu queria um irmãozinho, uma irmãzinha, porque todas as minhas amigas tinham, né? E eu era frustrada porque não tinha. E aí, sem querer, a minha mãe, com quarenta e poucos anos, engravidou a minha irmã. Quando nasceu, eu já tinha quase onze anos. E foi uma alegria muito grande, mas depois foi um tormento. Porque eu fui eu era tão mimada e, de repente, eu fiquei de lado. A minha mãe não deixava eu ir na casa de nenhuma amiguinha, podia vir dormir na minha casa. Eu tinha uma amiguinha que com oito anos fazia xixi na cama e a minha mãe aceitava e ajeitava tudo bonitinho, mas eu não podia ir na casa de ninguém, nem ficar no portão. A minha irmã nasceu, eu podia dormir na casa das amigas, eu podia ficar no portão, até atravessar a rua eu podia. E para mim foi ótimo, mas depois eu comecei a pensar, falei não, eu estou é de lado. Todo mundo chegava e falava, cadê a Leila, cadê a Leila? E a Joacy foi ficando. Então isso fez parte, assim, eh, de uma época que hoje não acontece mais. As pessoas são mais esclarecidas, mas eu fiquei muito enciumada, eu fiz coisas terríveis com a minha irmã pequenininha, eu beliscava. A mamadeira eu tomava, eu jogava na pia, sabe? Foi eu fui má muito, muito má para ela. E as pessoas chegavam para visitar com presente para ela, né? E eu só olhando. E aí uma amiga chamada Júlia, da de uma tia já falecida, chamada Clara, veio visitar a minha mãe e trouxe um pacote de bombom para mim. Até hoje eu lembro e eu tenho o sabor desse bombom na minha boca. Então, depois de adulta, toda vez que eu vou ver um bebê que nasceu e tem outra criança, eu levo um agrado para a outra criança, porque marcou muito a minha vida. Só depois de adulta que eu consegui, sabe, superar, mas mesmo assim fiz muita cobrança com a minha mãe depois disso. Então, a minha infância foi até onze anos, foi essa, né? Aí depois, eh, adolescente, não não gostava muito de estudar, então a minha mãe falou, ah, então vai estudar mais, sair da da primeira série do antigo ginásio, né? E ela falou, você fica em casa, você me ajuda. Minha mãe era uma mulher que trabalhava muito, sabe? E eu não sabia da história dela, eu só fui saber depois de quando eu tinha quinze anos. Quando eu Quando eu fiz quinze anos, também um um fato marcou muito a minha vida. Meu pai dançou a valsa dos quinze anos comigo e no dia seguinte ele sentou a gente em volta da mesa do almoço, do domingo, para comunicar que ele ia embora. E aí ele contou quem ele era. Meu pai para mim sempre foi um ídolo. Eu sempre gostei mais do meu pai do que da minha mãe. Porque meu pai fazia tudo para mim e a minha mãe brecava. O meu pai falava, pai, aquele tempo as coisas eram muito diferente, né? Hoje a gente compra maçã de dúzia. Naquele tempo era uma embrulhada no papel de seda azul, vinha da Argentina, só quando estava doente. Aí eu falava, pai, mãe, compra uma maçã. Não tenho dinheiro. Meu pai chegava do serviço, pai, compra uma maçã. Ele comprava duas. E assim foi com tudo, com chocolate, com roupa, com tudo. E a minha mãe sempre negando tudo. Quando passou a minha festa dos quinze anos, o meu pai, então, na hora do almoço, falou, olha, eu vou embora, você já tem quinze anos. A minha irmã tinha E o seguinte, ele falou, a sua mãe é uma heroína. Eu não presto. Eu gastei todo o meu dinheiro, a vida inteira, com cavalo e com mulheres. Quando vinha, ele fala, você você lembra que vinha a minha mãe? Tinha uma profissão dela mesmo, que ela cerzia meia de nylon. Hoje a meia de nylon rasga, a gente joga fora. Naquele tempo, ãh, cerzia, ficava invisível, né? E a minha mãe fazia isso, fazia bolo, salgado para fora, tudo. E o meu pai falou, ah, não vinha umas pessoas que queriam aprender cerzir meia, sua mãe levava no quarto e mandava você ficar quieta cuidando da sua irmã? Não era nada disso, era tudo minhas namorada que descobriam que eu era casado e vinha tirar satisfação. Então, ãh, eu fui uma pessoa muito errada e nunca dei um tostão para a sua mãe, ela sempre sustentou a casa com o trabalho dela e agora eu vou-me embora. Eu não vou mais ficar e... Acabou o casamento e eu nunca vi meus pais discutirem uma única vez na vida.

Nunca vi um alterar a voz para o outro. Quer dizer, a minha mãe aceitou tudo, né? E depois disso a vida ficou um pouquinho complicada. E então a minha irmã, que era uma menina alegre, extrovertida, ficou fechada, retraída, porque foi um trauma muito grande, né? Aí se passou, mas a minha mãe sempre continuou, ãh, nunca ela falou mal do meu pai, nunca, e continuou a receber meu pai. Ele vinha para ver a gente e tudo, a minha irmã sumia, mas a minha mãe sempre aceitou meu pai direitinho. E, eh, quando eu tinha dezessete anos, eu conheci o meu primeiro namorado. Ele era quase dez anos mais velho do que eu, então ficou assim, ãh, muito, eh, como eu digo, eh, estranho para ele o fato da minha mãe não deixar eu sair, não não deixar namorar no portão, tudo. Ele já estava com a vida razoavelmente encaminhada, já era contador. Então, um dia depois, ah, de um ano de ca de de conhecimento, eu já estava em lua de mel, porque ele não aguentou, a pressão foi muita. Não, então vamo casar. Então, eu casei com dezoito anos e logo em seguida, com dezenove, eu já tive a minha primeira filha. E foi um casamento que durou Com momentos felizes, outros não tantos, mas sempre, eh, equilibrado e com muita assim, eh, muita fé em Deus. Eu tinha a a minha filha com uns doze anos e o meu filho, na ocasião, com uns oito, por aí. E nós fomos participar de um movimento da Igreja Católica chamado Encontro de Casais com Cristo. Então ali realmente a vida da gente mudou completamente, de ambas as partes. Ele passou a ser mais compreensivo, mais calmo, eu passei a ser uma mulher mais madura e os meus filhos se encaminharam para o encontro de jovens. Então foi uma coisa muito bonita. Foram acho que uns uns dez anos da da da vida da da minha vida que nós vivemos dentro da igreja. E lá a gente fez muitos amigos e as crianças também. Então, ah, cresceram junto, toda aquela turminha. Temos vários amigos até vinte anos eu fiquei casada e numa noite que nós nos reunimos uma vez por mês, uma turminha de amigos de lá da igreja, a gente se reunia na casa de um, na casa de outro, e a reunião era o seguinte, abria-se um trecho da Bíblia e fazia-se um comentário, depois cada um levava um pratinho e virava uma festinha, né? E, numa dessas reuniões, eh, abriu-se um trecho da Bíblia, onde falava que um rico não entra no reino do céu, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Então, o tema para discutir era esse. Só que, nê nessa noite, o meu marido, ãh, saiu do assunto. Quando chegou a vez dele falar, ele começou a falar sobre a nossa vida, que ele era uma pessoa que não tinha, eh... Como é que é que ele fala?

não devia nada para ninguém, ele tinha a consciência tranquila, é isso que eu quis falar. Ele tinha a consciência tranquila, ele ele era uma pessoa honesta, que ele podia morrer tranquilo, que ele botava a cabeça no travesseiro e dormia, ele que me amava demais e que tinha um orgulho muito grande, que nunca tinha me traído. Aí eu falei, escuta, peraí, Paulão, a gente tá falando de outro assunto, aí uma das amigas, deixa aqui, é para falar o que quer, deixa ele, fala o que você quiser. E terminou aquela com aquela alegria toda, tudo, aí viemos para casa. de janeiro de novecentos e oitenta e três. Eh... Fomos deitar, conversamos um pouco e quando apaguei a luz do abajur e ele também, ele tossiu. Ele não tinha tosse. Eu falei, o que que foi? Ele não respondeu. Eu acendi a luz do abajur, meu marido estava morto. Eu não sabia que estava morto. Ele estava roxo, olhando para mim, sorrindo. Eu falei, olha, Paulão, eu vou chamar a Maristela. Minha filha tinha terminado o curso de técnica de enfermagem. Em vez de fazer o colegial comum, ela fez o técnico de enfermagem e ela tinha entrado na faculdade. Uns dois, três dias antes, ela veio a notícia que ela entrou na faculdade de enfermagem. Então, eu fui acordá-la e eu falei, filha, o papai deve estar brincando. Eu falei, mas você vai ver o que está acontecendo, porque ele não me responde, ele tossiu. Aí a minha filha veio, e é uma cena que jamais eu vou esquecer, porque ela subiu em cima dele, fez aquela aspiração de nariz e massagem, o que ela sabia, né? E aí ela olhou para mim e falou, mãe, vamos, eh, se apegar em todos os santos, em tudo aquilo que você tem fé, que a gente aprendeu na igreja até hoje, porque meu pai morreu. Eu falei, ah, eu não acredito, eu falei, você fez um cursinho de nada e vem dizer que o teu pai teve alguma coisa, eu estou vendo. Mas ele não morreu, ela falou, mãe, põe os pés no chão, grita, chora e esperneia, meu pai está morto. Eu falei, eu não acredito, aí eu eu lembro assim, como se fosse agora, que eu olhei assim para Nossa Senhora que ele tinha, de aparecida da qual ele era muito devoto, falei, minha Nossa Senhora, meu marido morreu, acolhe ele no com teu manto sagrado, dá uma luz muito grande para ele e força para nós. Eu falei tão alto que a minha vizinha, que é minha amiga de infância, Julinha, ela tinha a chave da minha casa, porque como a gente saía muito, ela vinha dar comida para o cachorro. Ela estava que nem um fantasma, branco, parado na porta do quarto, porque ela ouviu, era parede com parede, o que que tinha acontecido, ela já estava lá. Eu falei, meu Deus do céu, falei, nós não vamos entrar em desespero. Eu peguei, acordei meu filho, ele não acordou com todo esse movimento. Eu falei, filho, se troca, vai chamar o tio Antônio, que morava na mesma rua que nós, e fala para ele vir aqui com a Kombi, que nós precisamos levar o papai para o hospital, que ele está passando mal.

Falei, fa, vai, vai logo. Aí, eu sei que ele foi, eu sentei na sala, peguei o telefone, Falei para o padre, que era nosso amigo, falei, padre primo, vai para o com o hospital do convênio, que hoje já nem existe mais. Falei, você vai para lá, que nós estamos levando o Paulão para lá, que ele morreu. E desliguei, porque eu não queria ouvir a resposta. Peguei o telefone de novo, liguei para um um grande amigo nosso, que já faleceu também, o Bruno. Falei, Bruno, vai para lá, para a Rua dos Campineiros, lá no Pio doze, que o Paulão morreu. E desliguei. E foram esses dois telefonemas que eu fiz. E liguei para o meu sogro, que era vivo, e falei, olha, o senhor vai para lá que o seu filho não está bem. E desliguei. Aí já chegou o meu tio com a Kombi, os vizinhos, tudo, né? Aí meu filho passou na porta do quarto e viu meu marido, teve um infarto. Aí eu liguei, esqueci, eu liguei para o Pereira, que era o médico amigo nosso, que era da da comunidade também. Falei, Pereira, estou precisando de você, vai para lá. E aí o meu filho viu, estava todo roxo, ele sentou na sala onde eu estava, ele pegou na minha mão, com tanta força, que aqui sangrou a palma da minha mão. Ele falou, mãe, tudo que a gente viveu até hoje dentro da igreja, seja feita a vossa vontade, como fala o Pai Nosso, é o que vai acontecer. Não vai haver desespero. E realmente não teve desespero. Foi triste, foi doído, foi uma coisa que chocou porque meu marido não bebia um golinho de cerveja. Ele fumava. Era o único vício dele. E ele não tinha doença nenhuma e ele teve um infarto do miocárdio fulminante. E o Pereira, que é o médico amigo nosso, Me chamou e falou, olha Jacir, agradeça a Deus que ele morreu, porque se ele tivesse se salvado, ele ia ficar uma pessoa em cima de uma cama, sem enxergar, sem falar e sem ouvir. Ia ser uma uma coisa, um morto vivo. Foi melhor que ele morreu, porque nada, ainda ele falou para mim, nem que tivesse uma ambulância do Einstein na porta, salvaria seu marido. Então aquilo deu um certo conforto. E <coughs> durante a toda aquela confusão, aí chegou todo mundo lá e todo mundo ajudando, fazendo as coisas, tudo que tinha que ser feito. Uma hora eu achei que eu ia, eu nunca desmaiei na vida, mas eu senti uma coisa esquisita e eu achei que eu ia desmaiar. Aí a minha filha falou assim para mim, ela nem não percebeu, eu que estava sentindo, ela falou, mãe... Desculpa, um pouco antes disso, a minha filha falou, mãe, se a gente chamar o banco de olhos, vai dar tempo de doar as córneas do papai.

Eu falei, claro que eu assino. Aí veio, ela foi assistir tudo, eu fiquei. Aí quando o, essa hora que eu estava sentindo mal, o rapaz que fez a retirada das córneas falou para mim, dona Jaci, Amanhã cedo, duas pessoas, uma de vinte anos e outra de quarenta, cada uma vai receber uma córnea, porque a gente não dá as duas para a mesma pessoa, é uma para cada. Então, conforme a lista, uma de vinte e um um rapaz de quarenta e uma moça de vinte. Eles vão enxergar a luz do mundo pela primeira vez, graças à sua doação, porque as córneas do seu marido estão intactas, perfeitíssimas. Então, aquela sensação que eu tive que eu ia desmaiar, naquele momento... Nossa, me trouxe uma paz, mas uma paz muito, muito grande. Então ali eu vi que Deus estava presente e eu já achei que ele es está sempre presente, mas que naquele momento ele se manifestou e também eh, quando o o meu marido faleceu. Não teve desespero, teve aquela aquela coisa que não dá para explicar, aquela sensação de choque e tudo, mais teve paz. Foi tudo feito de acordo com o que deveria ser, foi feito o o velório, eh, missa de corpo presente, três padres, o bispo de São Paulo, que na ocasião era Dom Luciano, que já faleceu, presente na missa. Eu fiz leitura na missa de corpo presente, eu não sei aonde que Deus deu tanta, tanta força para a gente. Então, ãh, depois disso... Durante uma semana parecia uma festa, porque todo mundo da da comunidade, as tias, todo mundo vinha em casa, todo mundo querendo ajudar, uma palavra de conforto, Depois as coisas vão se acalmando. Aí eu fiquei muito indecisa, porque infelizmente ele recebia pela Caixa Então eu sabia que a minha aposentadoria ia ficar de um salário mínimo. Falei, o que que eu vou fazer agora? Não tinha mais pai, não tem um irmão, ele era filho único, então não tinha ninguém para sentar e falar, vamos ver. Então eu tive que me virar sozinha mesmo, né? Então eu vendi muitas joias, eu vendi carro, eu dispensei empregada. Eu falei, mas eu preciso fazer alguma coisa. Agora, como que uma mulher de trinta e oito anos que não teve um estudo, nunca teve uma carteira profissional, pode fazer alguma coisa na vida? Falei, bom, eu sempre fui de fazer muito bolo, muito bombom, muito chocolate. Então as amigas chegavam, olha, está aqui o material, faz para o aniversário de fulano. E eu sempre fiz, e para a família toda. Falei, quer saber o que mais? Eu vou fazer isso agora, vou cobrar. E aí comecei, botei anúncio, ãh, no jornal, fiz uns panfletos, deixei na farmácia, na padaria, na loja. E aí começou a chegar encomenda. E as encomendas vinham e vinham e vinham. O bolo menor que eu fazia era de três quilos. Aí eu tive que me organizar, né? Para poder, eh, saber o lucro, o custo, o benefício, o gasto, tudo, né? E... E o maior que eu fiz foi para uma festa, inclusive, da igreja, foi de cinquenta quilos. Nunca na minha vida eu pensei que eu fosse fazer um bolo de cinquenta quilos. Precisei mandar fazer um tabuleiro de dois andares enorme, mas eu fiz, deu tudo certo. E com esse dinheiro, e fazendo bombom, ovo de páscoa, e todo mundo colaborando da comunidade, todo mundo comprava. E mais os anúncios que eu fui colocando, eu fui ganhando um dinheiro que foi ajudando a manter as coisas da casa. E aí eu vi no jornal que o açúcar, pode falar propaganda, pode? Pode. O Açúcar União ia montar na Praça da República uma tal de Praça Doce, para pessoas com mais de sessenta anos, para dar um incentivo para os aposentados. E eu li aquilo e dei uma ideia, falei, eu não posso, mas eu tinha o tio esse que eu chamei quando o marido morreu, que hoje também já faleceu, muito querido, muito querido tio Antônio, eu falei, tio Antônio, eu vou lá na União, você tinha que levar um pouco de cada coisa do que você fazia para aprovar ou não, né? Eu falei, eu vou lá, tio, eu vou levar com a sua carteira profi do seu erre gê e vou dizer que é o senhor que faz, mas eu sou a sua secretária. Eu compro, eu falo, eu administro, o senhor só faz. Ele falou, está bom, filha, vai, faça. Eu fui, levei, expliquei, falei, olha, meu tio tem bronquite, realmente ele tinha, ele não não participa de nada. Ela falou, está bom, então deixa aqui para ser aprovado. E para mim, graças a Deus, foi aprovado. E era um mês cada aposentado na praça, várias barracas para dar oportunidade para todo mundo. Então, ãh, ele ia comigo no sábado, era todo sábado, ele ficava sentadinho lá e eu comandava tudo. E ali já tinha uns corações que eu mesmo fiz de de papel laminado, com o nome, ãh, dele e o meu telefone para encomenda. E as encomendas não paravam de chegar. E quando passou um mês que a gente tinha que entregar, A coordenadora, coincidentemente minha chará, Dona Jaci, chegou e falou, olha, o seu tio definitivo na Praça Doce, porque é uma barraca de muitos sucessos. E eu enfeitava a barraca, tinha um primo casado com a minha prima, o Edelcio e a Lizete, eles me ajudavam, sabe, as amigas faziam móbile de borboleta, de abelha, então era a barraca mais bonita que tinha. E eu fiquei lá com meu tio, aí no fim ele já nem ia. Falei, ah, o tio está com bronquite, ele não pode vir. Então, eh, eu fiquei lá quase um ano, eu ganhei bastante dinheiro, eu pude manter a minha casa, a minha filha fez a faculdade, era uma faculdade a pagamento, e graças a Deus o meu sogro era vivo na época, a minha irmã, que é uma pessoa muito boa também, eles dois pagavam a faculdade. E eu mantinha a casa. E o meu filho, que na ocasião que o pai faleceu, tinha quatorze anos mais ou menos, um pouco antes de acontecer tudo isso, né, agora estou voltando, ele fa eu falei, ele falou para mim, mãe, eu vou passar a estudar à noite e vou trabalhar. Eu falei, filho, você é muito novo. Ele falou, não, eu vou trabalhar. Eu falei, então deixa eu falar com algum amigo, ãh, a amigos nosso da comunidade que alguém te arruma. Ele falou, não, não, não, vou arrumar sozinho. Ele se vestiu bonitinho, saiu de manhã, voltou de tarde e falou, mãe, office boy do Banco Bameirindos na Rua da Moca. Eu falei, ai, filho, eu não E essa minha amiga, a Julinha, que eu falei que no dia ela estava da morte do meu marido, ela se apareceu lá sem eu chamar, ela é a segunda mãe do meu filho. Ela tem paixão por ele. Então, ela nós, ãh, eu... Aí começou. Ia estudar à noite e trabalhar de dia. Então, ele saía com a mochilinha, com todas as coisas para para a aula... E a marmita. E eu chorava, porque eu nunca tinha feito uma marmita na vida. E ele falava, mãe, não é marmita, é estojo alimentar, eu sou boy. E aí, ele ia, e eu ia, e a Julinha, nós ficávamos na porta, porque ele pegava o ônibus na esquina, e o ônibus passava e ele fazia tchau. E as duas bobas entrávamos chorando, né? Meu filho, meu menino com quatorze anos. A minha filha não, porque para mim, ela já era uma adulta, mulher mais madura, não sei, né? Mas, êh, também foi eh essa parte aí do meu filho, e tudo foi incentivando. E eu tenho uma amiga, até hoje é a Marinalva, ela trabalha com pesquisa de mercado. E eu, como conhecia muita gente da comunidade, eu arrumava as pessoas. Então ela falava Jací, eu preciso de pessoa que use margarina delícia, cigarro não sei das quantas, de vinte a trinta anos, de classe á, bê, cê ou E eu ajudava, sempre ajudei. Quando, ãh, eu fiquei viúva nessa situação toda, ela falou, Jaciz, continua me ajudando e eu te pago. Ela nunca me pagou porque não precisava. Falei, está bom, eu vou aceitar. Aí eu arrumava as pessoas e ela me pagava. Aí um dia ela falou, olha, lá na Marplan, Instituto de Pesquisa, está precisando de alguém para entrar, para trabalhar direto. Eu vou levar você lá, já falei de você, está te esperando, o Air. Aí eu fui, conversei com ele, ele falou, já te conheço de nome, já sei que você ajuda a Marinalva, ele falou, mas você tem que começar, continua ajudando ela, mas você vai fazer pesquisa de mercado na rua, você topa bater nas porta?

Aí fiz minha inscrição de autônoma, né, e batia na porta, ó, tem pessoa de tanto a tantos anos, você usa isso? Não, obrigada, até logo. E o fato de eu já ser uma mulher, eu tinha quarenta e poucos anos, era nova ainda, mas o fato de ser uma mulher madura, né, então eu era muito bem atendida, coisa que quem faz pesquisa é só jovem. E a maioria deles na época era cabeludo, né, de chinelão. Ninguém atendia muito bem. Eu era super bem atendida. Eu fiz um trabalho de pesquisa na favela de Vila Prudente que ninguém queria fazer. Eu falei, eu faço. Eu fiz, olha, eu entrava nas casas, numa eu tomava café na na canequinha de de massa de tomate. quentinho, gostoso, na outra era frio, uma uma uma casinha lá era limpinha, a outra era suja, mas eu me adaptei, eu trabalhei um mês e meio lá, eu ganhei um dinheirão porque ninguém quis fazer, e passado um tempo, isso foi no ano de oitenta e três, o ano que meu marido faleceu, tudo isso foi em Em agosto, ele faleceu vinte e cindo de janeiro. Em agosto de oitenta e três, ele me chamou, o Air, lá na Marplan, ele falou, olha, eu tenho um serviço que você vai dar conta. Eh, o serviço, não é de porta, é de de reunir as pessoa. Então, eu te convido, você está dentro daquilo que eu perguntei, então você vai, tal dia, tal hora, participar de uma pesquisa em grupo, lá dentro da empresa. Para isso, você vai, eh, participar de um coquetel, você vai ganhar um presente e vai ganhar o dinheiro do táxi. Então, as pessoas iam. Eu já ajudava a Marinalva fazendo isso. Aí ele falou, olha, eu preciso que você vá a Ribeirão Preto, Belo Horizonte, Salvador, fazer esse tipo de trabalho. Você fica um mês fora e vai realizar tudo isso. Você monta no dia da pesquisa, vai a a taquígrafa, vai a o o o coordenador da pesquisa, tudo. Você fica em hotel, vai ter alimentação. Eu falei, ah, eu não vou. Imagina, meu marido morreu outro dia, eu vou largar meus filho. Os teus filhos são grande. Ele falou, ó, eu vou te dar três dias para você ir para casa e pensar. Dá licença. Aí eu fui para casa, e que que eu fiz? Eu fui falar com o padre Primo. Falei, padre Primo, meus filhos só vão chegar tarde da faculdade, olha o convite que eu recebi, eu não tenho coragem, eu vim aqui para chorar, desabafar. Ele falou, não tem coragem? Você vai, teus filhos são grande. Além do dinheiro que você vai ganhar, você vai ganhar muito mais, porque eu vou colocar você dentro de convento e casa de padre, de freira. Você não vai pagar hotel nem man nem alimentação. A a Marplan vai pagar para você isso a mais, porque você não vai dar essa despesa para eles. E os padres e as freiras vão te ajudar. E eu Eu conheço todos os os lugares que você vai. Aí eu já me alinhei, né? Falei, bom, pelo menos eu não vou num lugar estranho, onde eu nunca fui, né? Então, aí eu cheguei em casa e quando foi a noite, eu conversei com meu, não mãe, vai, vai sim, a gente se vira tudo. E E aí eu fui, voltei lá e falei, olha, tudo bem, só que eu não vou ficar um mês inteiro direto. Eu vou e volto, eu faço uma cidade, um estado e volto. Aí dois dia, vejo meus filho, tudo bem. Eu falei, você coloca, ãh, o valor que ia gastar em hotel, em alimentação, tudo no meu pagamento. Olha, eu consegui ajeitar a minha vida, sabe? Não tinha dívida, mas, ãh... Ter uma folga, sabe? Um pouquinho maior para comprar as coisa, para manter o carro. Tinha dois, fiquei com um, fusquinha. Então, estava dando tudo certinho. Mas ainda não era isso que eu queria. Eu pagava meu i ene esse esse. E eu queria um emprego que me desse uma estabilidade. Porque, às vezes, eu trabalhava feito uma louca fazendo pesquisa, e ficava varava a madrugada fazendo bolo, e depois eu ficava uma semana que não tinha nem bolo, nem pesquisa. E eu não ganhava, né? Aí eu falei, que que eu vou fazer? Eu queria um emprego. Mas, infelizmente, né, aqui no Brasil... Aí alguém lá da comunidade, Valdemar Tralli, ele me falou, olha, a Sears é uma firma que não olha a idade. Vai lá e faz um teste. Ele trabalhava lá. Ele falou, não posso te ajudar, mas eu posso te indicar. Aí eu fui, nem teste fiz, só preenchi uma ficha. Depois de um mês e pouco me chamaram. Aí a... encarregada lá do erre agá, Dona Terezinha, ela conversou comigo, tudo, ficou sabendo a minha história, ela falou, olha, eu só tenho um uma vaga para te oferecer, serviço de reclamações. Você vai trabalhar das treze às vinte e duas, nas Sears da Água Branca, e inclusive no sábado, vai ter uma folga durante a semana, entra às seis horas da tarde, e eu não sei se você vai querer, porque atender reclamação e horário, né? Eu falei, olha, para mim esse horário foi Deus que mandou, porque os meus filhos já estavam estudando à noite, só vinham para casa meia-noite. Eu ficava sozinha. Então, eu tenho voltei de manhã para cuidar da minhas coisa, e à tarde, até dez horas da noite, vou estar chegando praticamente junto com eles. E comecei, fui tirar a carteira profissional, que eu não tinha, né? E comecei a trabalhar como auxiliar de departamento de reclamações. E graças a Deus, eu me saí muito bem. O chefe, o Marcos, era um moço jovem. Então, quando vinha cliente muito bravo, porque a Sears tinha um slogan, satisfação garantida, ou seu dinheiro de volta. E claro que a firma não queria devolver, mas o cliente queria, então a gente tinha que fazer o possível para não ter que devolver, em último caso devolvia, né? Então vinha lá com a roupa desbotada, com o sapato arrebentado, e vinha com tudo quanto é reclamação. O carpete que embolou e e uns já vinham nervosinho, né? E aí o Marcos fala, vai lá você, que você tem mais presença, você é mais velha, ele pensa que você é a chefe. E eu ia e eu pegava aquele caso do começo ao fim e eu resolvia. Aí o que que aconteceu? A Sears abriu uma filial no Center Norte, no shopping. E aí o meu gerente falou, escuta, vai para lá, porque lá é pequeno, está começando agora, você vai ter mais chance. Mas eu fui com o mesmo cargo. Só que como a loja era menor, o que que acontecia? O gerente de lá, o Ernesto, Ernesto Masi, grande amigo meu ele foi, ele falava assim, olha, fulano vai sair de férias, é a encarregada da moda masculina, você vai ficar lá uma semana antes dela sair de férias para você aprender o serviço e vai ficar no lugar dela. Aí eu ia, aprendia o serviço e ficava. Ela voltava das férias, voltava para o meu lugar. Aí saía o outro da, eletrodoméstico, aí eu ia aprender e saía. Com isso, durante um ano eu rodei a loja inteira. A encarregada da moda feminina, ãh, teve um bebê, acertou as contas, foi embora. Como a Sears nunca pegou ninguém para cargo de chefia, tudo promoção, o que que eles fizeram? Eles promoveram a gerente da moda masculina para a feminina, porque a feminina era bem maior e vendia mais. E me deram a moda masculina para mim como gerente.

Foi uma vitória, uma vitória enorme e logo em seguida ela também saiu e aí me deram a moda feminina que abrangia tudo, eletro, ãh, eletrônico e bijuteria, calçado e tal. Era um monumento, né?

Aí, eu comecei, ah, sabe, foi a melhor fase da minha vida. Para trabalhar, eu era a gerente da moda feminina, eu tinha que me arrumar, eu tinha que estar maquiada, e os vendedores o os vendedores vinham lá conversar comigo a respeito da maquiagem, da roupa, e vinha o comprador. Nossa, foi uma fase de ouro na minha vida, onde eu me me realizei profissionalmente como nunca sonhei na minha vida. E enquanto isso está acontecendo, os meus filhos fazendo, trabalhando, estudando, a minha filha fazendo a faculdade, no ano de oitenta e seis O Adalto. Nós temos uma união estável de vinte e três anos até hoje. Graças a É uma pessoa muito boa. Me deu apoio, con con continuei trabalhando. Não fui logo de início morar com ele. Primeiro começamos a a sair, a namorar, a moda antiga. A minha filha logo, porque eu era uma pessoa boba. Eu fui uma dona de casa. Eu via cada coisa lá dentro da Sears que me deixava de cabelo branco. porque eu não fui acostumada com isso, mas é o mundo, né? Então eu conheci um outro mundo de chefe, namorar, moça solteira e aquela coisa toda, né? Que eu não sabia, só via em filme e novela, né? Então tudo para mim era novidade. E, Aí, ãh, a minha filha, logo que eu comecei a namorar o Adalto, ela foi conhecê-lo, porque ela falou, mãe, você é boba, vamos ver quem que é essa pessoa, né? E realmente uma pessoa séria, responsável, com três filhos fazendo faculdade e eu com meus dois. Então, de depois de um ano que eu co eu saía com ele, a minha filha na primeira semana, eu levei para encontrar. Agora, depois de um ano é que eu fui contar para o meu filho. Aí foi meio difícil tudo, não não foi fácil, mas hoje o melhor amigo do meu filho é o Adalto. E o Adalto tem um carinho muito grande por ele também. E também só me levou na casa dele para conhecer os filhos dele depois de dois anos. Eu falei, ele também estava viúvo recente, então vamos deixar as coisas, né? Então eu falei, olha, vamos continuar assim. Eu fico na sua casa, você fica na minha. Aquela amizade colorida, com responsabilidade. Eu falei, vamos deixar teus filhos. casar e se formar, e os meus também, e depois a gente junta as escovas de dente, né? E assim nós fizemos. E ainda depois que os dele casaram, os meus também, a minha mãe ficou doente, a minha mãe morava com a minha irmã, hoje a minha irmã mora em Florianópolis, na época morava em Porto Alegre, aí a minha mãe não andava mais, ele veio morar comigo, estava numa casa de repouso, então eu trouxe a minha mãe, então só depois que a minha mãe faleceu, tudo, é que então... vamos dizer, uns quinze anos, dezesseis, que a gente realmente resolveu morar junto, né? E, graças a Deus, os meus enteados, os meus filhos, é tudo uma família só. Os meus netos, sabe? É uma coisa eh eh eh que a gente sente, eu sinto a presença de Deus minha vida. Então, eu acho que a minha vida é tão bonita que eu falei, ah, eu vou lá no Museu da Memória contar, porque é tanta coisa que aconteceu, sabe?

A primeira mulher que eu acompanhei a gravidez foi a minha enteada mais nova, que foi a que casou primeiro. Eu ia com ela fazer ultrassom. Tudo para mim era uma experiência. A filha dela, a Rafaela, hoje tem dezenove anos, é a paixão da minha vida, porque foi o primeiro bebê que eu acompanhei. E todos eles, com todos eles eu estive na maternidade, estive presente. E... E hoje, você vê, ela com dezenove, a mais nova da do meu filho, eh, tem sete anos. tenho uma vida linda, eu acho que a minha vida é linda, né? E eu vivo muito bem, olha, o meu marido há um ano um ano e meio, mais ou menos, fez uma cirurgia, tirou um câncer do intestino, está numa recuperação maravilhosa, não tem metástase. Olha, eu falei, tudo que eu tenho na minha vida, eu falei, eu só não tenho dinheiro sobrando, mas isso ninguém tem, né? Também não faz falta. Mas eu acho assim que é uma coisa tão bonita que eu sinto a presença de Deus. E eu sempre falo, as pessoas que não acreditam em Deus, e e ouviram, porque eh, no tempo que eh, a gente participava do encontro de casais, eu tinha uma palestra com meu marido, que nós estávamos, Nossa Senhora na vida em família, porque ele era muito devoto de Nossa Senhora. Ele era congregado mariano, então eu passei a ter um uma fé maior, assim, foi depois que eu casei com ele. E, A gente tinha essa palestra. Depois que ele faleceu, eu reformulei a palestra e eu dava, claro, o padre aprovou, desaprovou tudo, e eu dava essa palestra sozinha. E eu sempre falava, se alguém não acreditar na presença de Deus, o meu testemunho dizendo que Deus me preparou para aceitar a morte do meu marido, quando naquela reunião, de círculo, ele começou a falar tudo aquilo que não tinha nada a ver com o tema do evangelho, foi Deus me preparando para aceitar a morte dele. Então, Deus existe, é maravilhoso estar presente na vida de todo mundo. Eu quero voltar vamos voltar. <laughs> Eu abri o coração e falei, agora eu vou voltar a ir aonde.
Por isso que eu não quis nem interromper, porque foi muito bonito mesmo. Eu quero voltar um pouco para a sua infância. Você falou da sua relação com seus avós, que eram, eh, avós diferentes. Eu queria um pouco sentir esse cheiro dessa
A minha nona e o nono, né, que eram os paternos, a minha nona era aquela a minha nona era aquela senhora que usava aquele vestido preto, comprido, de manga comprida, aquele birotão branco, e falava muito mal português. E o meu nono não trabalhava, porque quando eles vieram, eh, da Itália, eles foram mandados para uma fazenda de café em a em Santa Lúcia, um pouquinho depois de Araraquara, no interior de São Paulo. Inclusive, eh, nas férias de infância, como eles tiveram os filhos lá, depois vieram para São Paulo, um deles ficou lá, dela, era uma tia, então eu ia sempre para lá, conhecia a fazenda onde eles moravam. Há uns anos atrás, eu fui no Memorial do Imigrante, tem lá no Brás, e entrei lá no site com o sobrenome Butinhon, né? E, para minha surpresa, eu tenho guardado até hoje. Tipo de um diploma, um navio no fundo, a data que o meu nono pequeno chegou no no Porto de Santos com os pais dele. Então, o meu nono, a minha nona veio em outro navio, mas lá está o meu nono, o nome dele pequeno, o nome dos pais dele, né? Todos os irmãos. E a data que chegaram e para onde foram. E aí, eh, eu fiquei super emocionada, porque o os ir os irmãos do meu pai, todos eles receberam os mesmos nomes dos irmãos do meu nono, que veio menino. E veio com aquele bando de irmão. E o bando de filho que meu nono teve, ele pôs o nome dos irmãos. Então, é muito lindo esse documento, é muito lindo. E na casa da... Aí quando eh ê ê ele veio para São Paulo, não sei que ano foi, não sei, ele já não trabalhava mais. Morava perto da minha casa, então todo dia eu ia para ir sozinha, duas quadras, a gente andava sozinha na rua com seis, sete anos, não tinha problema. Mas o meu nono sempre de terno, gravata e chapéu. E a minha nona com aqueles vestidos, né? Falavam pouco... O português, mas era uma casa muito alegre, porque ela tinha muitos filhos, tudo. E tinha um costume, uma tradição. Toda quarta-feira à noite. Não interessa, você não pode ter compromisso com ninguém. Porque a nona e o nono queriam todos os filhos, os genros e os netos reunidos em volta da mesa. E era uma mesa enorme, não era cadeira, era banco em volta da mesa, sabe? Era banco. Então, a comida era sempre a mesma. Fogão de... Eu não lembro se era de lenha ou se era de carvão. o fogão lá, uma pulenta que ela fazia desse tamanho. Aí ela virava aquela pulenta numa tábua de madeira e ela cortava com barbante. Os pedaços. Cortava todas pedaço, punha no prato de cada um e punha uma verdura. É almeirão hoje, mas eu conheci como radicci, que é em italiano. E aquele almeirão refogado amargo que a gente comia com a polenta. E tinha que comer. E tinha que comer tudo aquilo que ela punha no prato e doce de abóbora. Então, a recordação da minha infância na parte paterna é aquela mesa enorme, meu nono de terno e gravata, minha nona daquele jeito, e aquela mesa enorme com todos os filhos, os netos, tudo ali. Hoje, eu só tenho um primo que é vivo ainda, a gente tem contato por telefone, se vê raramente, mas é o único que sobrou, não tem mais ninguém, ninguém, ninguém. E da parte da minha mãe, que foi a onde eu nas eu nasci, fui criada junto com a minha avó, com o meu avô. Nossa, a minha avó é... Tem adoração. Nossa, minha, porque a minha mãe falava não e a minha avó falava sim. E é a avó que eu sou hoje, né? Tudo que meus meus meus filhos, meus enteados não deixam fazer, a avó deixa. A avó deixa fazer tudo. Porque é a lembrança que eu tenho da minha avó. Então, ficou em mim e é isso que eu faço para os meus netos, né? E a minha avó sempre falando português arrastado, o meu avô, minhas tias todas solteiras, foram casando, tudo E hoje, da da parte da minha mãe, eu ainda tenho uma tia e um tio, né, a minha tia Maria, o meu tio Sol, a minha tia, irmã da minha mãe. Ela vai fazer oitenta anos, dia vinte e cinco agora, então nós já estamos preparando uma festa surpresa. Eu falo sempre que ela e o meu tio ficaram sendo mola mestra para unir os primos, porque não tem mais ninguém. Então, eu sou a mais velha. Não tem mais ninguém. Os meus os meus primos, abaixo de mim, todos casados, com filhos, né? Então, a gente se reúne, a gente se encontra, a gente mantém a tradição de Natal, de Páscoa, de Dia das Mães. É sempre uma união na casa de um da de um deles.

Porque tem a tia e o tio para segurar a gente, né? Então, o que mais você quer que eu te
Você falou que andava sozinha para ir para casa. Como era essa cidade
Olha, eu nasci e fui criada na Moca. Eu só vim para o Alto de Ipiranga no meu segundo casamento. Então, a minha vida toda é na Moca. As ruas não eram calçadas, eram Não, é a rua era calçada. A rua Hipódromo, onde eu morava, era calçada. O meio da rua é que não era. né? Então, passava bonde na rua de trás, passava ônibus dos dois lados. Não tinha a Radial Leste, que hoje é imensa, dá até medo de olhar. Então, eu atravessava duas ruazinha. E estava na Inácio de Araújo, para ir na casa da minha nona. Hoje o metrô fechou. O metrô Bresser, agora se tiver que ir na rua Inácio de Araújo, tem que passar por dentro do da da do metrô para ir para o outro lado. Então não tinha, não tinha televisão, né? Televisão só tinha quando eu onze anos, mais ou menos. Então a gente brincava na rua, de noite, As donas de casa, toda a família, os adultos, punham as cadeiras na rua e as meninadas ficavam brincando de roda, de estátua, de esconde-esconde, de amarelinha. Então, era uma vida assim muito... Não tinha brinquedo, a gente brincava de venda, pegava terra, plantinha para fazer as coisas para vender. E... E São João, nossa, era uma festa na rua, com fogueira e tudo. Isso hoje não existe mais, né? Não existe mais.
Então, a gente estava falando agora da moca. É. E eu queria te perguntar agora, dessa fase, antes de você conhecer seu marido e depois que seu pai vai embora, você ficou um tempo na sua casa, né? Você saiu da escola também.
É, mas antes de de de de de meu pai ter ido embora, eu já tinha parado de estudar. Eu repetia a primeira série e a minha mãe falou, ah, fica em casa, me ajuda e pronto. Porque a minha mãe trabalhava muito, como eu falei, né? Ela dava ah marmita, eu entregava as marmitas para ela, sabe? Levava as marmitas, tinha... uma senhora viúva que morava sozinha, levava marmita todo dia. Eu ia entregar as coxinhas empadinhas que ela fazia no bar, entendeu? Então, de tarde eu ia recolher, porque aí o que não vendeu, trazia de volta. Então, eu ajudava bastante ela, né? E foi pouco espaço que eu fiquei sozinha.
Sua mãe te ensina a cozinhar, então, de alguma forma, né? Hã? Sua mãe te ensinou a cozinhar?
Ah, minha mãe me ensinou. Uh, esqueci de te falar, eu tenho um um... Não, não é meu, né? É assim, o a subprefeitura do Ipiranga, ela já lançou dois livros de culinária, cozinha, só vovós do Ipiranga. Só as vovós do Ipiranga que podem participar. Então, na primeira edição do livro, eu tenho treze receitas publicadas. E ainda houve, na na festa de entrega do livro, um sorteio, ganhei um fogão maravilhoso no sorteio. E... O segundo livro, eh, eles só deram o xerocado porque não teve patrocínio. E mesmo assim eu tive cinco ou seis receitas publicada. E agora, no no final de outubro, vai ter o terceiro livro que está com... o patrocínio né então vai ter a festa de lançamento tudo, e eu vou ter mais algumas receitas publicadas lá né então isso também é é é porque é da é da gente né a minha mãe me ensinou eu passei para minha filha e eu gosto até hoje mãe faz isso outro faz aquilo amanhã ah, eh, foi ontem aniversário de um de um genro marido da minha enteada amanhã vamos comemorar eu já fiz o bolo para ele antes de sair já deixei tudo em andamento porque eu gosto então tudo aquilo que eu fazia antigamente porque eu gostava, depois para ganhar dinheiro, hoje eu já não faço tanto porque também eu já estou cansada, né? Mas eu continuo fazendo. E outra coisa, assim, eu estou sempre pronta para ajudar as pessoas. Eu adoro fazer uma gentileza. Eu adoro que alguém me peça, você pode ir comigo ali? Você pode me emprestar uma bolsa? Olha, eu tenho o maior prazer em fazer as coisas para para ajudar alguém, né? E também... De vez em quando eu faço umas atrapalhadas, né? <laughs> Quer que eu conte uma uma? Uma que me veio agora. São muitas, mas a que eu lembrei agora. A minha irmã comprou um sapato e a minha irmã nunca trocou nada do que ela não gosta. Ela é uma pessoa mais reservada, hoje ela tem cinquenta e cinco anos, ela está muito bem na vida, ela se fez sozinha. Tem um que a família dela, eu falo, ela ela mora em Florianópolis, ela não casou, não teve filho, mas a família dela é a minha filha e os meus netos da minha filha. Ela gosta de todo mundo, ela está sempre presente.

Como ela tinha sete anos, fazia dois anos que meu pai tinha ido embora, quando a minha filha nasceu, então ela se apegou na minha filha, e ela gostava muito também do meu falecido marido. Então, ah, depois que ela começou a se estabilizar na vida, tudo, então aí teve aquela fase, compra, compra, compra, sabe? E mais, chega em casa, não gosta, não vai trocar, e ela dava para mim. Aí eu ia e trocava para mim, a roupa, a bolsa, aquilo que fosse. E teve um dia que ela falou, olha, eu comprei esse sapato, não quero, na na primeira loja da rua direita. Aí eu pus o sapato na caixa, pus numa sacola que não era da loja e falei para minha filha, ela tinha treze, venha ver como é que se aprende a fazer uma troca. E lá fomos nós duas. Aí eu olhei tudo na vitrine que eu queria, vi o sapato que ia devolver, o preço, tudo. Aí falei para o moço da loja, olha, eu quero aquele, aquele, aquele, a minha filha quer esse. Eu sabia que eu ia pagar uma diferença, mas falei, vamo, fica quietinha. Aí experimentamos, escolhemos, fiz o moço tirar um monte lá. Aí tudo bem. Aí quando ele disse, vão levar tudo isso daqui. Eu falei, olha, agora você vai, eu vou te dar esse daqui em troca. Aí o moço ficou até branco.

Duas horas, vai trocar. Eu falei, vai ter uma diferença pequena aí que eu já calculei os preços, mas eu vou te pagar. Ele falou, pois não. Aí eu dei a, tirei o sapato da sacola, dei para ele. Ele falou, minha senhora, não é essa loja aqui. É a do vizinho. Ah, quando ele acabou de falar, minha filha já estava na rua, sabe? Que vergonha, mas que vergonha. Mas aco isso acontece frequentemente comigo, de eu fazer essas coisas, mas sempre, eh eh eh aí eu falei, você desculpa, eu vou voltar aqui depois, vou comprar um sapato. Mas eu fiquei tão vermelha, mas tão vermelha. Nem fui na outra loja. Falei para a minha filha, vamos embora para casa. Depois eu volto. <laughs> Falar, mãe, cuidado com o que você vai fazer. Cuidado com o que você vai falar. Ai, teve um dia O meu filho usou o carro da minha filha, que estava de plantão, já adultos, né? E aí ele não guardou o carro no estacionamento. E a gente morava na moca, não tinha garagem, né? E... E tinha que guardar, ele veio de madrugada e não guardou. E meu quarto era na frente, eu escutei barulho. Fui lá no fundo e falei, olha, filho, eu estou escutando barulho, estão mexendo no carro, hein? Aí ele botou lá uma roupa, veio correndo... E ele é policial, ele estava armado, né? Aí ele saiu e falou, mãe, liga para a polícia, fala que estão tentando roubar o carro, que eu vou pegar o carro e vou dar uma volta, ver se eu encontro alguém. Tinham quebrado o vidro e roubado o toca-fita. Aí ele falou, eu vou dar uma volta no bairro para ver se eu encontro alguém com toca-fita, alguém suspeito. E você liga para a polícia e fala que estão roubando o carro. Eu liguei para a polícia e falei, se eu falar que estão roubando o carro, vai vir amanhã. Vou falar que roubaram. E falei que roubaram o carro e dei a chapa. Continuei deitada, isso é madrugada, né? Dali a pouco me liga. Aqui é o policial tal. Eu falei, agora você está me ligando? Já roubaram o carro. Ele falou, pois é. Mas acontece que eu estou aqui com o o ladrão que diz que é seu filho e é policial. E ele está aqui com as mãos para cima. Falei, ai, minha nossa senhora. Eu falei, é verdade. Eu falei, se eu falasse que estão tentando roubar o carro, eu falei, vocês não iam vir. Ele falou, seu filho é enorme. Lógico que é meu filho, Aí o meu filho falou, mãe, eu só não vou te matar porque você é minha mãe. <laughs> olha. Mas aí, foi muito engraçado. Foi muito, muito engraçado. Porque olha, tem... Coitado do meu filho, que papelão, né? Ele falou, mãe, aí para falar que rou, queriam roubar. Eu falei, ah, eles não iam vir, né? E e aí vai, tem muito. Agora não me lembro mais, mas tem muita coisa assim.

Muita coisa em muita coisa engraçada. Acontece, né? <laughs>
Você falou um pouco do seu marido e eu fiquei curioso. Como a senhora conheceu o seu marido, o primeiro marido?
O primeiro marido? Eu tinha dezessete anos, um sábado à tarde, eu estava na porta do portão, né? Porque ele ficava no portão assim, olhando a rua. Apareceu uma amiga, minha amiga até hoje, a Claudete, estive com ela essa semana. Aí a Claudete já era minha amiga, mas já era casada, um pouquinho mais velha que eu, já era casada. Aí ela falou Jacy, hoje a gente vai, vou com o Juracy, o marido dela já falecido. Nós vamos num baile no Santa Helena. O Santa Helena era um clube fechado que tinha na praça Clóvis Bevilá, que hoje é Praça da Sé, né? Era em cima do cinema que tinha na frente, chamado Santa Helena. E era um clube particular. Ela falou, quer ir? Eu falei, ah, se a minha mãe deixar, minha mãe não deixar vai fazer nada né. Eu vou. Aí eu entrei, perguntei para minha mãe e ela falou, ah, com a Claudete pode, porque ela vai com o marido dela e eu deixo você ir, né? Aí eu me arrumei toda bonitinha para ir para o baile, fui com ele e tudo, cheguei lá. Fiquei com eles numa mesa, aí numa mesa tinha um rapaz, que seria o meu marido no futuro, né? Mas ele estava com sete, conta de mentiroso, ele estava com sete moças. Uma delas era a noiva dele de aliança. Aí ele veio cumprimentar a Claudete e o Juracy, porque era um conhecido do clube, né? E eles me apresentaram. E ele, com a noiva, me olhava. Aí eu falava, Claudete, mas ele está me olhando, ele está com a noiva. Ela falou, vai ver que eles brigaram, né? Aí eu falei, não sei. Mas ele está os dois de aliança. Aí passou um pouco, ele veio me tirar para dançar. Aí eu vi que ele estava sem aliança. Aí ele falou, dança comigo. Aí eu falei, escuta. Ele falou, não fala nada. Vamos dançar, não não fala nada, não pergunta nada.

Aí dancei com ele, ele voltou lá para mesa, tudo, depois ele veio na nossa mesa outra vez, ele falou, olha, amanhã eu vou te telefonar, você encontra comigo? Eu falei, a minha mãe não deixa. Ele falou, menina, né? Eu falei, a minha mãe não deixa. Eu falei, meu eh eh pai foi embora recentemente, já falando, né? Ele falou, eu vou lá e falo com a sua mãe. Eu falei, não, filho, me telefona, né? Aí eu dei o telefone para ele, aí ele me ligou, ele falou, olha, aquela noite foi o o de ontem, foi no no dia seguinte, no domingo. Ele falou, eu estava desmanchando o noivado. Ele falou, já vinha isso protelando há muito tempo, ele falou, já está encerrado, encontra comigo, vamos no cinema. Eu falei, olha, eu vou falar com a minha mãe. Aí a minha mãe falou... Mas eu não falei que ele era noivo, né? Aí minha mãe falou, bom, se é lá do clube, o Juracy e a Claudete que te apresentaram, você sai às sete horas e às nove horas de volta. Aí eu falei, olha, sete hora. Aí eu falei, mas você não vem aqui na minha porta, não. Eu falei assim, você me encontra na esquina da Rua Ipanema, com a Rua Hipódromo. Eu morava uma quadra antes. Aí ele veio no carro. Eu falei, aí eu não posso entrar no teu carro, minha mãe não deixa. Eu não entrei no carro. Ele falou, mas... Eu falei, ah, não sei. Eu falei, vamos ficar conversando. Eu falei, eu não posso entrar, minha mãe não E outra coisa, nove horas eu tenho que ir embora, não posso. Aí nós ficamos conversando e ele falou, mas o que que é sua mãe? É uma bruxa?

A minha mãe é uma mulher sofrida. Aí eu fui contando, né? Ele falou, olha, eu também ele falou, eu dou valor para sua mãe. Ele falou, porque eh, os meus pais, você veja... Quantos anos ele teria hoje? Eu já perdi até a conta. Sesse eu tenho sessenta e seis, ele teria setenta e sete, ele iria fazer. Ele falou, ah, quando eu era pequeno, ele falou, eu tinha menos de um ano, meus pais se separaram. Então, você veja, setenta e poucos anos atrás, ele falou, e eu fui criado pela minha avó materna. Ele falou, então, eu sei como é que é, minha mãe vinha me ver de vez em quando, e quando eu tinha oito para nove anos, por aí, ela morreu atropelada. Ele falou, então, a sua mãe tem razão. Aí eu fiquei com aquilo na ca, sabe? Eu falei, puxa vida, né? Ele também sofreu, né? Eu fico reclamando que meu pai foi embora, tudo. E aí eu sei que foi embora. Eu falei, olha, agora vou embora. Eu falei, porque senão minha mãe vai ficar brava. Ele falou, quando eu posso te ver? Eu falei, ah, eu não sei. Eu falei, eu vou te telefonar. Aí ele falou, eu ligo. Me deu o telefone, mas ele falou, eu ligo para você. Aí na segunda-feira já ligou. Falei, mas eu não posso, a minha mãe não deixa eu sair de novo. Ele falou, nem conversar no portão? Aí a mãe, mãe, pode conversar no portão?

Ela falou, dez minuto. Aí ele veio na terça-feira, dez minuto. Aí a minha mãe dele lá de dentro, pronto, já passou dez minutos, manda ele embora. Aí a minha mãe falou, você sabe o nome dele? Eu falei, eu sei, é Paulo de Noce Neto. Ela falou, eu conheço alguém da família de Noce. Porque em italiano fala de Noce, né? Ela falou, eu conheço alguém. Aí ela falou, eu vou investigar. Enquanto eu não investigar, você não não manda mais ele vir no portão. Aí uma tia minha, que já faleceu, tinha uma amiga que era prima do pai dele. Então a minha mãe foi lá na casa dela ter a informação dele. Aí falou, ah, não sei, é um rapaz, trabalha, é contador, mora com a avó. Aí ela falou, está bom, então eu vou deixar namorar no portão dez minutos. Aí, na mesma semana, ele veio no sábado, ele falou, olha, eu vou entrar e vou falar com a sua mãe. Eu não vou querer ficar dez minutos no portão, venho lá da rua Piratininga, não pode entrar no carro, eu vou entrar e vou falar. E a aí entrou, falou com a minha mãe, conquistou a minha mãe, a minha irmã, que era carente, né? A minha irmã tinha um colar de barbante nojento, com sete chupeta. Não saía dela. Aí ele é que foi com jeitinho, com jeitinho, e fez ela abandonar as sete chupetas. E depois, um um dia depois de um ano, eu conheci ele num dia cinco de maio de sessenta e um, Porque ele falou, não, ele falou não dá, ele falou, não não não tem como, né? Aí nós ficamos morando um pouquinho com a minha mãe, que mora a minha mãe e a minha irmã, né? Nessa casa na Rua Hipódromo. E aí logo fomos procurar uma coisa para para morar, tudo, e coincidentemente foi na casa onde eu encontrei com ele, foi a casa que desocupou, onde eu fui encontrar com ele na Rua Ipanema, de esquina da Rua Hipódromo. Então naquela casa já morava a vizinha, a minha amiga Julinha, que era minha amiga de infância e amiga até hoje. Então naquela casa foi que eu criei os meus filhos e que eu vivi vinte anos com ele e mais uns cinco ali até arrumar a vida de novo e mudar de casa. E foi assim. Ele se, ele se encantou comigo e eu, boba, né? Nunca tinha namorado, nada, achei aquilo, nossa, um conto de fada. Só que o casamento não é um conto de fada, né? Aí teve muitos altos e baixos, mas a gente foi aparando as arestas e e e dando sentido à vida, né?
E você comentou do baile. Hoje soa muito estranho para quem não con não conhece como era um baile naquela época. O que que é o baile de dançar, e
Ah, eu só conhecia baile assim, que a gente fazia nas casa. Passava era rádio Vitrola, né? Juntava as amiguinhas, os coleguinhas assim da da rua, tudo ali de do pedaço. Ah, sábado vamos reunir na casa, inclusive na minha. Vamos reunir na tua casa?

Aí afastava todos os móveis da sala. O sofá, a mesa, encostava tudo. Cada um levava um pratinho, né?

tocava lá os discos e a gente dançava, mas não era roscolado, não era nada, dançava da moda antiga, né? E ainda conseguia, acho que uns três ou quatro bailes de formatura, eu fui, porque tinha uma amiga também de infância, já falecida, que a mãe dela levava. Então, a minha mãe deixou ir junto, acho que umas três vezes. Fez até um vestido para mim longo, todo bordado, tudo. A minha mãe fez para mim e eu fui no no clube, no no salão do aeroporto. Acho que nem tem mais salão de baile lá, mas no aeroporto de Congonhas. Era baile de formatura. Então, dançava-se também todas as moças de vestido comprido, com todo respeito, tudo.

Foi só, foi só isso. A minha juventude foi muito, né... A minha infância foi, eh, legal, tudo. Agora, Não que não fosse legal a minha juventude, mas foi curta. Porque até quinze anos era uma menina. Com dezessete já estava namorando. Dezoito já estava casada. Então, foi curta, né. Mas, eh, foi isso. A minha juventude foi bem...
E a experiência de ter sido mãe? Como é que foi ser mãe?
Ai, a melhor coisa do mundo, nossa. Foi a melhor coisa do mundo hoje é ser avó. Mas ser mãe, nossa, foi uma coisa maravilhosa. Eu não sabia nada. Eu não sabia nem como é que ia nascer a criança. Eu não sabia. Aí o meu marido não conversava com a mãe nada. E não tinha essa abertura de hoje de televisão, de revista, né? Eu não sabia nada de nada. Aí meu marido que foi me ensinando, foi me explicando tudo. E também o acompanhamento médico era precaríssimo para a época de hoje, né? Um carretel, parecia um carretel de linha desse tamanho. Aí o médico escutava o bebê aqui, o coraçãozinho do bebê. Não tinha ultrassom, não tinha nada. Era isso, né? Então eu fui me preparando assim na minha cabeça, olha... Se fosse uma coisa do outro mundo ter um filho, quem tinha um não tinha o segundo. Também, Doce de coco não há de ser, mas vamos ver. E realmente me portei bem, tive uma menina saudável, grande, maravilhosa, orgulho da minha vida. Meus dois filhos só me deram alegrias. Nossa, muito, mas muitas alegrias, muitas. Minha filha se estabeleceu, tem três crianças maravilhosas. Meu filho tem duas meninas que são, nossa, apaixonada, apaixonada. A menina de sete anos, ela é terrível, ela tem uma língua. Ela fala umas coisas, ela falou para mim outro dia, vó, eu te amo muito, você é linda, mas você precisa, sem óculos, com as mãozinhas, você precisa fazer uma plástica, vó, para você ficar assim, esticada. Você precisa fazer uma redução de papo e você precisa fazer uma plástica na barriga. Você está muito gorda. quarenta quilos, você precisa emagrecer. Eu falei, eh, que mais, Lea? Ela falou, olha, vó, também uma lente de contato azul ia ficar bom. <laughs> Agora, falei, tudo isso? Ela falou, é, se você não quiser emagrecer, vó, tudo bem. Você fala que está grávida para o resto da vida.

paixão. Falei, aí, Lea, eu te amo, te amo, te amo, te amo de paixão. Eu falei, olha, a avó dá a vida para todos os netos, mas para você, eu dou a minha vida inteirinha, inteirinha. Sabe o que ela me Eu não queria a tua vida, avó, porque eu tenho gastrite, de vez em quando eu tenho umas crises de arroto. Ela estava pensando, avó, está arrotando. Ela falou, não queria a tua vida, avó, porque você arrota muito. Ai, meu Deus do céu. Mas hoje, olha, meus filhos são os amores da minha vida, mas os meus netos. Eu sou apaixonada, apaixonada por todos eles. E os que não são meus, que são, ãh, dos meus enteados, eles são meus também. Eu sou apaixonada por todos eles. A Rafaela, que é da da minha enteada mais nova, eu não consigo ver uma diferença no amor grande que eu tenho por ela com os meus netos, porque ela foi a primeira, a primeira grávida. As outras eu fui acompanhando, ah, mas ela foi a primeira. Então, é uma coisa assim, é uma experiência. na vida da gente, né? E todos eles, nossa, é vó daqui, vó de lá, e vó, e vó, e leva para tudo quanto é canto. Olha, quarta-feira agora eu vou fazer uma arte com a minha neta, da minha filha. Ela tem dez anos. Ela quer ir no cinema com duas amiguinhas, querem eh, sair da escola, almoçar no shopping, e da escola do Madre Cabrini para o shopping Santa Cruz, é tudo bem. Mas lá no shopping, almoçarem sozinha, ir para o cinema sozinha, minha filha não deixou. As mães das outras duas deixaram. Eu falei ó Ela não vai. Eu falei, ela vai. Falei, avó, vai de espiã, você não me conhece, não me apresente para suas amigas. Vocês vão comer, eu sento em outra mesa, como... vão sentar na na fila do cinema, eu sento atrás, eu acompanho você até de volta. Então, para elas é uma aventura, né? E para mim é um prazer, né? Vou adorar fazer. Ela virava as costas, eu tirava o frango, eu tirava o frango, o bife do prato, embrulhava no guardanapo. Dava um jeito, né, quando ela voltava. Você comeu? Ela, uhum... <laughs> Então, acho a, acho que vó é isso, né? Vó é para essas coisas, falou Uma avó que cria tem que ter uns limites, né? Mas a vó que só agrada. E e mais.
Teve muita diferença do seu filho para sua filha?
Quatro anos. Quatro anos de
Mas a experiência de criar um menino e criar uma menina foi muito di
Olha, foi muito bom porque na é naquela época eu era nova, eu não trabalhava, eu não tinha problema com dinheiro, era o marido que se virava com tudo. Então eu curti muito meus os meus filhos. A minha filha fazia batizado de boneca, ela achava, porque eu também fui criada assim, minha mãe também fazia isso para mim. Então fazia lá os docinhos, as coisinhas, chamava as amiguinha. Um amiguinho era o padre e batizava boneca e fazia aquela festa toda. E o meu filho brincava com ele, ia empinar pipa, jogar bola. Meu filho queria um cachorrinho. A minha filha, quando ele nasceu, já já tínhamos um cachorro em casa. Depois ele morreu, eu falei, eu não quero outro. Mas o meu filho, na na faixa de nove, dez anos, ah, porque eu quero, eu vou ficar um adolescente sem... frustrado porque você não me deixou ter um cachorro. Eu falei, está bom, então vamos arrumar. Ele já tinha arrumado, ele saiu e foi buscar. Aí veio um toquinho, porque era assim, pretinho, veio no bolso da ja... Era japona naquele tempo, outro dia eu falei, é jaqueta hoje, né? Eu me eu me esqueci, falei para minha neta, pega a japona que vai fazer frio. Que isso, vó? É jaqueta. Aí ele veio com o cachorrinho no bolso da jaqueta, uma gracinha, ficamos apaixonados. Quando o cachorrinho fez um ano, vamos fazer uma festa para o cachorro. Até fotografia do cachorro. Ele pegou, tirou a foto do cachorro, mandou revelar. umas seis ou sete. Pegou um um carimbo, né, uma almofada de carimbo, botou a pata do do cachorro e escreveu atrás da foto. Estou te convidando para o meu primeiro aniversário, tal hora, tal dia, na rua tal, número tal. E botou a pata do Toquinho lá e escreveu Toquinho. E mandou para os amigos dele. E a mãe fez a festa, né? O bolo do Toquinho era de carne moída e com a velhinha. Então, eu curti muito.

Eu levava eles passear, eh, fazer trabalho de escola. Vinha todo o pessoalzinho em casa. Então, eh, eu acho que eu participei... Acho não. Eu participei bastante da vida deles e procurei ser uma mãe legal. Então, eh, hoje eu tenho, assim, muito, mas muito carinho deles. Eu falo, olha, não tenho o que reclamar meus filhos, a minha nora. Minha nora é a mesma coisa que minha filha. Eu vejo umas amigas minhas, porque a nora, porque a sogra, e e né, principalmente quando a gente vai fazer a unha, um tal de falar mal de sogra e de nora, fico de boca fechada só agradecendo a Deus, porque eu não tenho nada para falar. Nada, nada, nada, nada. Tudo muito, muito bom. Graças a Deus.
E depois que depois, eh, você teve essa infância, você cuidou da infância deles e seu marido veio a falecer. E como é que foi ir para a cidade? Porque você muda totalmente. Você tinha uma vida na comunidade, né? É. Como, eu primeiro eu queria saber como era a vida na essa comunidade. Eu sei que vocês eram muito próximos.
É, a gente tinha, eh era um bando lá na comunidade, né? Todos casais. E os filhos, eh, tinha casais de várias faixas de idade. Inclusive, esses meus tios, que ela vai fazer oitenta anos domingo, também eram da comunidade. Então, cada grupo, se automaticamente, sozinho, se juntava pela faixa de idade, pela faixa de idade dos filhos. E tinha sempre, ãh, uma vez cada mês, mês e meio, tinha um novo encontro. Para outras pessoas participarem. Então a gente trabalhava na cozinha, no banheiro, na visitação. Olhava os filhos de quem queria fazer o o encontro e não tinha com quem deixar as crianças. Então a vida da a minha vida foi resu uns durante uns dez Em participar da comunidade. E os meus filhos da comunidade de adolescente e depois de jovens. E nisso tudo eh, foi aquela grande amizade que ficou. Então a gente tinha toda quarta-feira tinha reunião. Todo mundo ia para reunião com o padre lá no salão da igreja. Durante uma vez por mês a gente tinha a reunião do círculo, que era aquele grupinho nosso. E dificilmente um fim de semana a gente não tinha alguma coisa para fazer com eles. Juntava dois, três casais, pegava os filhos da, ah, vamos fazer um piquenique no no zoológico, vamos não sei aonde. Outros tinham uma casa na praia, vamos lá fazer um churrasquinho. A gente estava sempre junto. Ficava no domingo jogando, ãh, baralho, os filhos iam para a matinê, um ia levar, depois o outro ia buscar, de noite acabava tudo em pizza. E assim foi durante uns dez anos.

Agora, depois que eu comecei a trabalhar, na Sears, não com pesquisa. Pesquisa eu achei que foi tudo normal. Depois que eu trabalhei na Sears, é que a minha cabeça abriu para o mundo de hoje. Porque eu era ali, tudo bonitinho e certinho. Aí que eu comecei a ver a vida não é do jeito que eu estou pensando, não. Mas os meus padrões, aquilo que eu ensinei para os meus filhos, eu preservo. Mas já aceito as coisas diferente e com normalidade, né?
Quais eram essas mudanças mais...
Ai, eu não aceitava uma menina que trabalhava comigo sair com o chefe da outra divisão na hora do almoço, ir para motel e ainda voltava com os chocolatinhos distribuindo. Aí no sábado a esposa dele vinha lá com a criança, tudo bonitinho. Ai, aquilo para mim era o fim do mundo. Só que aí depois você começa a ver que não é bem assim, que isso existe. Está cheio, né? e tinha um rapaz que trabalhava comigo que era gay, eu achava estranho. não... Eu achava estranho, por não conhecer... o o o chefe da divisão sair com a vendedora de outra... que seja de qualquer... da loja, vai. Eu achava isso o fim do mundo. O rapaz ser gay, eu não tinha preconceito, mas eu achava... Eu tinha receio de me aproximar, entendeu? Eu tinha receio de ter uma amizade. E depois você vai convivendo, você vai vendo, olha, é muito melhor você ter um amigo gay do que uma amiga falsa. É muito melhor, muito melhor. E aí conheci, eh, lésbica também, tinha trabalhado lá na... nossa, meu deus do céu, nem vou me aproximar. Mas o que que é isso? Cada um faz do seu corpo, da sua vida, o que quer. Não está prejudicando ninguém, não está matando, não está roubando. Não tem, preconceito, eu nunca tive. E nunca tive, eh voltando atrás, eh, a minha mãe, na ignorância dela, da minha avó, preto não era gente. Nossa, não chegava perto.

O preconceito ficou, né? Quando eu fui para o terceiro ano do grupo, a minha professora era uma negra. Olha, eu me apaixonei perdidamente por ela e ela por mim. Eu só perdi o contato com ela há dois, três anos atrás porque ela faleceu. Inclusive naquele álbum que eu trouxe tem uma foto dela. Eu fiquei apaixonada. Então eu falei, não, por quê? Negro é gente. Agora, isso há há há tantos anos atrás. E hoje ainda existe, né?

A minha melhor amiga de... nem de infância, nem de juventude, vai vamos dizer, dos trinta aos quarenta anos, cinquenta, de trinta a cinquenta anos, a minha melhor amiga foi uma negra, Maria Mulata falecida. Eu sou madrinha do neto dela, do Daniel, minha comadre Solange, uma família maravilhosa. E eu fui criada, entendeu? Com aquele negro, como? O negro é muito mais gente do que a gente. Não tem isso, é que a época era muito estranha, né? Quem usava sandália havaiana, e nem nem existia Havaiana alpargatas que hoje é chique né era pobre quem usava uma camiseta escrito qualquer coisa ãh ãh alpargatas que dava muita camiseta ela levava na escola para dar para as crianças que era da caixa né criança pobre levava as camiseta, nossa era uma vergonha usar uma camiseta hoje é grife né Então, as coisas mudam muito, né? E a gente tem que acompanhar, senão fica, né? Agora, a próxima etapa da minha vida, em breve, é entrar no computador. Eu fui fazer um curso de computação. Eu fiz. Demorou para mim aprender. Demorou.

Fiquei nervosa. Falei, eu não vou conseguir. Consegui o básico. Aí, saí de lá, com diplominha e tudo. Saí de lá e perto de casa tem uma, é, uma lan house. Eu ia lá todo dia dar uma treinadinha. Aí aconteceu do meu marido ficar doente e tudo, e eu parei. Conclusão, eu esqueci tudo. Agora eu fui tentar fazer o curso de novo, e a própria pessoa falou para mim, olha, providencia primeiro um computador, porque aí você sai da aula e vai para casa. Porque senão você vai esquecer de novo. Porque, claro, a memória da gente já não é mais a mesma. Tanto que eu fiz a oficina da memória, né? Foi uma coisa maravilhosa, maravilhosa que aconteceu na minha vida também.

Agora você comentou sobre o seu marido. E como você conheceu o seu segundo marido?
O meu segundo marido... <laughs> Deixa eu beber água e eu conto. Até um tempo atrás eu tinha vergonha de contar, aí eu, aí eu contava uma outra história, mas a história real é o seguinte. É... Eu coloquei um anúncio no Primeira Mão, eu trabalhava na Sears, eu aluguei uma caixa postal no Correio, que tinha lá perto, e coloquei um anúncio no Primeira Mão assim, eh, viúva de boa aparência, sei lá quantos anos eu tinha, vinte e três anos atrás, quarenta e poucos anos, procura uma pessoa uma até Para início de uma amizade. E coloquei, claro que eu não coloquei Jacy, eu coloquei em outro nome, né? E aí começaram a aparecer cartas, cartas e mais cartas. Umas oitenta cartas eu recebi. Até de presidiário <laughs> eu recebi. Aí eu fui selecionando. E a minha filha parti, meu filho não sabia de nada, né, mas a minha filha participando comigo, né? Aí separa, separa, separa, eu fiquei com cinco. Eu falei, essas cinco, eu vou telefonar e vou, né? Aí, telefonei para um, falei, olha, eu recebi tua carta. Ele falou, ah, vamos nos encontrar. Eu falei, olha, até vamos, mas eu já vou te falando, eu sou uma mulher séria, eu quero uma amizade de início, tá? Uma amizade. Se você está pensando que você, nós vamos jantar e depois nós vamos terminar num hotel, já encerramos a ligação agora. Ele falou, passe muito bem e desligou o telefone. Ah, eu não vou ligar para mais ninguém, porque vai ser tudo essa mesma conversa. Eu não vou ligar para ninguém. A minha filha falou, mãe, liga que você vai encontrar. Você fala o que você sente, o que você está falando.

Aí liguei para o segundo, aí saí com ele. não, nem saí. Pedi para ele encontrar no shopping lá na praça de alimentação. Aí tomamos um choppinho lá, não era nada do que eu queria. Falei, olha, qualquer coisa eu entro em contato.

Não me agradou. A aparência não me agradou. Ficou por isso mesmo. O terceiro, eu gostei dele, gostei muito dele. Mas quando ele começou a me contar a vida dele, também lá na Praça da Alimentação, porque foi um lugar público, né?

eu simpatizei tudo, a gente podia ser amigo, mas eu já tenho a minha vida bem, sabe, sofrida, assim, entre aspas, que eu não acho que é sofrida, mas bem complicada, cheia de compromisso, tudo, não vou me envolver com você, não. Procura alguém na do seu jeito, porque ele era eh divorciado de uma, era desquitado de outra, era separado de outra e tinha filho com cada uma delas. O que que eu vou querer com isso?

Esse foi o terceiro. O quarto foi a mesma conversa. Eu falei, olha, eu encontro na praça de alimentação, quando eu sair do trabalho, se for para ir para motel, nem vá. Aí ele falou, a gente vê e resolve na hora. Eu falei, não, não tenho o que resolver na hora.

Eu falei, ó, quer saber?

Ele falou, não, eu vou. Ele falou, faço questão de te conhecer. Aí nós fomos tudo, mas ele falou, não, não, eu queria mesmo era uma aventura. Eu falei, comigo não tem aventura. Aí eu falei, minha filha, acho que já chega, viu? Pega esse um que sobrou aí, bota fogo. Mãe, se não der certo, você vai por outro anúncio e vai começar tudo de novo. Porque antes de de de tomar essa atitude de colocar o anúncio, eu comecei a sair com uma conhecida que era separada, outra que era solteirona. Mas você ia nos barzinhos, O cara chega lá, conversa com você já... sabe? Já vem pegando na mão, dando beijo. Eu falei, eu sou antiga, não vai funcionar comigo desse jeito, né? Então, foi aí que eu resolvi... a opção do anúncio, né? Aí eu peguei e fui encontrar com o quinto também, lá na, tudo na praça de alimentação. Era o Adalto. Muito sério, muito tímido, conversando pouquinho, baixinho. Aí ele me falou que ele era vi, como ele tinha colocado na carta, ele era viúvo há apenas seis meses e não estava procurando aventura. Eu falei, nem eu, então vamos fazer o seguinte, vamos ser amigos. É o que eu quero, alguém para ir no cinema, para trocar uma ideia, para tomar um sorvete, para conversar. E a gente começou uma amizade que depois se transformou num namoro e num caso sério que já bateu vinte e três anos. <laughs> Falei, olha, daqui a pouco eu faço bodas de prata com você. Meu marido, eu fiquei vinte anos só, né? Então, eh, eh, foi assim. No começo eu não falava isso, sabe? Eu tinha vergonha. Eu falava, ai não, conheci ele numa loja de calçado, aí sei lá eu inventava lá uma historinha. Mas depois eu falei, ah, não devo nada para ninguém. Foi uma atitude minha. Vou assumir a minha atitude, né? As crianças adoram quando eu conto essas coisa. <laughs> Aí vó, conta, e aí? Que roupa você estava? Como é que foi? É, é é aconteceu, né? Tinha que ser. Eu falei, acho que estava, Deus estava reservando, né? Uma pessoa boa, educado, né? Então, a gente construía diferente. Às vezes as minhas, uma das minhas netas sempre me pergunta, como foi amar o vô Paulo e amar o vô Adalto? É diferente. O vô Paulo foi aquele amor, né? Aquela coisa que o coração bate, as pernas ficam mole, porque foi o a primeira experiência, o primeiro namorado. Agora o vô Adalto, a vó já tinha os filhos grandes, ele também já tinha, então é um amor, é um companheirismo, é uma coisa diferente, sabe? É uma coisa tranquila, não tem ciúmes. E outra coisa, não tem mais nada para construir junto. Então, não não tem, olha, eu penso assim, você pensa assado, eu quero criar meu filho desse jeito e você quer desse. Não tem. Então, não tem o porquê discutir, o porquê não, né? Então, está tudo muito bem.
E a fase da amizade, vocês saíam
É, a gente ia para o cinema, né? De vez em quando pegava na mão e dava um beijinho. Aí começa, acho que ficamos uns seis meses saindo juntos para depois. Agora chegou a hora, né? Vamos ver no que vai dar. Deu certo.
E aí, a gente já está indo um pouco para o final, né? E E como foi? Seus filhos cresceram, eles se formaram?
Formaram, a minha filha fez faculdade de... enfermagem, ela queria, na realidade, ela queria fazer medicina. Mas depois, com a morte do pai, ficou muito complicado, Então, fazendo a faculdade de enfermagem, ela podia ah ah trabalhar uma parte dois, três dias por semana, era técnica de enfermagem, ela dava plantão. Então, já, foi mais fácil ela fazer a faculdade de enfermagem, né? E o meu filho foi se fazendo sozinho. A minha filha ainda teve ajuda para pagar a faculdade, né, como eu falei, do meu falecido sogro e a minha irmã. Eles pagavam a faculdade para ela. O meu filho foi tudo sozinho. Já foi trabalhando, foi procurando uma coisa melhor e e e foi conseguindo organizar a vida dele. Depois casou, né? Todos eles estão muito bem, todos estão bem casados, os filhos todos estudando. Depois que eles se formaram, tiveram a vida feita, você foi viver... É, porque eu morava eu, a minha filha e o meu filho. Aí aconteceu o seguinte, o meu falecido sogro, ele era casado, você vê que a minha sogra mesmo, eu já contei no começo, eu nem conhecia, ela morreu atropelada quando o meu marido era pequeno. Meu sogro tinha uma segunda esposa, não teve filhos com ela, E quando ela faleceu, eles moravam os dois Ela foi uma pessoa maravilhosa, a Jandira. Quando a Jandira faleceu, meu sogro ficou muito triste, muito aborrecido. Então, o meu filho resolveu ir morar com ele. Já era adulto, já estava terminando a faculdade. Mas você vai ficar muito triste?

A gente está sempre junto. Se o vovô está precisando, então você vai. Aí meu filho foi morar com o meu sogro. Aí fiquei eu e a minha filha. Aí a minha filha casou. E a minha mãe, nessa fase, já estava morando em Porto Alegre com a minha irmã, já estava meio adoentada, e ela não ficava sozinha. Ah, eu tenho outra história da minha mãe para contar, muito linda. A minha mãe não ficava sozinha de jeito nenhum, porque ela viu um acidente, o carro capotou na... Era ainda conselheiro Justino, já de ao leste. Ele capotou, incendiou no portão da casa onde eu passei a minha infância, que lá morava minha mãe e minha irmã, né. Ele capotou, incendiou, explodiu, ãh, morreram acho que duas pessoas e uma mulher grávida, que a minha mãe, mesmo velha, eh, já com bastante idade, disse que nunca esquecia os gritos daquela mulher grávida pedindo para salvar o filho. E daquele dia em diante, a minha mãe não quis mais saber de ficar sozinha um minuto. Então, sempre tinha uma empregada, sempre uma empregada, se a empregada num num num num num eh... estava sem empregada, vai ser empregada num momento, a minha mãe vinha para a minha casa, ficava comigo, dormia lá, tudo, com os filhos pequeno. E voltava. E assim foi durante muitos anos. Aí teve uma época que o meu marido falou, olha, melhor que ela venha morar aqui com a sua irmã, porque não não sai daqui. Aí construiu mais um quarto, elas foram morar lá, mas não foi muito bom. Depois de um ano, uma casa em frente, a minha irmã alugou aquela casa e foi morar lá com a minha mãe. Mesmo como empregada, a gente estava sempre em contato, né? E a minha mãe nunca mais quis ficar sozinha. Quando a minha irmã foi transferida para Porto Alegre, a minha mãe ficou relutante. Vou, não vou, vou, não vou. Aí a minha irmã, eh, deu um tempinho para ir para Porto Alegre. E a minha mãe numa de a minha irmã já morava no Morumbi com a minha mãe. E numa dessas coisas de não ter empregada, a minha irmã me ligou, trabalhava já nas Sears. E falou, olha, eu vou deixar a mamãe na casa de repouso, que tem no caminho, de noite eu pego, porque a empregada não veio. E assim foram várias vezes. E as empregadas não ficavam, porque a pessoa de idade, tem mania, né? Estava ocupada em reunião, minha mãe ligava, a empregada comeu toda a margarina, o que que eu faço, gastou todo o sabão. E as empregadas não ficavam.

A minha irmã deixou ela na casa de repouso, acabou dormindo lá algumas vezes, e a minha irmã foi viajar, não foi definitivo, mas foi viajar para Porto Alegre, e eu fui lá num domingo visitar minha mãe. E vejo a minha mãe lá conversando com o senhor, assim, Ave Maria, minha mãe está namorando, pensei, né? Aí a minha mãe me apresentou, seu Américo e tal, e bem, vim para casa, liguei para minha irmã em Porto Alegre, falei, olha, a mamãe está de caso com o velho lá, seu Américo. Você é louca! A mamãe, quando era nova, que o papai foi embora, nunca quis saber de ninguém. Agora que ela tem quase setenta anos, você acha que ela vai querer alguém? posso estar enganada, né? Eu falei, quando você for lá, tá? Aí a minha irmã chegou de viagem, vem, mãe. Ela falou, mas está sem empregada, eu vou ficar. E estava lá junto com esse seu Américo. Aí a minha irmã, mãe, mas não, não, arruma empregada, depois eu vou. Aí a minha irmã arrumou empregada, minha mãe foi, dali a pouco a empregada, aquela história, vai embora, volta minha mãe para lá. Aí a minha mãe me liga um dia e fala, você pode vir aqui domingo no horário da visita, às duas horas, que eu quero falar com você e com a tua irmã. Ela passou aqui hoje, eu já falei que é para vir domingo às duas horas. Aí eu falei com a minha irmã, falei ó, ela vai falar que está namorando seu Américo. Ela falou, olha, você é louca.

Chegamo lá. Tinha uma moça e um rapaz do lado do seu Américo. Nós duas, ela falou, olha, os filhos do seu Américo, minhas filhas. Ela falou, olha, se vocês... Ele falou que os filhos não mandam nele, mas vocês mandam em mim. Mas se vocês deixarem, nós queremos casar. Eu olhei para a minha irmã. Cá cá, as duas com cara de boba. Aí a minha irmã falou, nossa. Ela falou, olha, não é porque eu sou uma velha sem vergonha, nós não vamos casar por causa de só sexo. É porque a gente é companhia um do outro, a gente se entende, a gente conversa, lê o jornal junto, assiste o filme na televisão. Então, se vocês não se opuserem, aí a minha irmã falou, a filha dele falou, tudo bem, está bom. O casamento mais lindo que eu já vi na minha vida. O meu filho levou a minha mãe para o altar. O padre, na hora que o os pais abençoam os filhos, ele chamou os filhos para abençoarem os pais. E acabou o casamento com uma salva de palmas, uma festa no salão da igreja. Foi maravilhoso. E a minha mãe com o seu Américo ficaram morando no apartamento com a minha irmã no Morumbi. E quando a minha irmã viajava, mesmo que a empregada furasse, os dois estavam juntos, não tinha problema, né? Só que aí foi passando, acho que uns cinco anos eles ficaram junto. Seu Américo fumava um cigarro atrás do outro, a minha mãe começou a ter problema respiratório, começou a ter problema de não poder mais andar. Ah, e ne ne nesse espaço de tempo, nesses cinco anos que eles ficaram casados, depois de um tempo que estavam com a minha irmã e essa história das empregadas, eles dois resolveram que eles queriam morar na casa de repouso. que na casa de repouso que eles moravam, onde eles se conheceram, tinha uma edícula. Então lá na edícula foi eh feito para eles, entendeu?

Eles levaram a televisão, a geladeira, as coisas deles, então eles moravam lá. Eles não tinham eh, preocupação com comida, nem com roupa e nem com empregada, né? Então lá eles passaram mais uns três anos até a minha mãe ficar bem doente. e eu tenho que tirar ela de lá para providenciar a minha irmã levou para Porto Alegre tudo e logo em seguida seu Américo faleceu e a minha irmã ficou morando a minha mãe ficou morando com a minha irmã em Porto Alegre mas aí depois foi para casa de repouso eu fui lá visitar não vai ficar, mãe vem morar comigo vou arrumar a casa meus filhos eh ajeitaram a casa reformaram aliás ajeitaram Então, aí, eh, quando eu resolvi trazer a minha mãe de Porto Alegre, da casa de repouso, para morar comigo em São Paulo, a casa eh, onde eu morava, eh, que eu criei meus filhos e tudo, era uma casa alugada. E a o meu marido sempre achava que a gente ia conseguir comprar aquela casa, mas nunca conseguimos. Só que a essas alturas, minha, meu filho já praticamente formado, trabalhando, a minha filha tudo formada, trabalhando, eles eh, compraram uma casa para mim lá perto mesmo onde eu morava, na Rua Hipódromo. E junto com a minha irmã, eles reformaram a casa para adaptar para minha mãe. Então um quarto foi transformado numa suíte, foi feito um banco de azulejo para ela sentar e tomar banho, foi toda equipada para ela morar, né? E ela veio morar comigo, mas ela não gostou. porque ela falou que eu saía, e tinha a babá para ela, né? Então a babá, a Rosângela, cuidava dela, quando sobrava um tempinho, me ajudava, mas era a disposição dela, porque ela já não estava mais andando. Levava a passear na cadeira de roda, e ela não gostou, porque ela falou que lá onde ela morava, na casa de repouso, mesmo sem o o marido, As pessoas eram tudo da mesma idade, conversavam as mesmas coisas, contavam a mesma história vinte vezes. Eu entrava, saía, ela só via a minha e minha irmã quando vinha e ela não estava muito contente. Eu falei, ah mãe, vamos acostumar, vou ficar mais em casa então. Aí comecei a chamar as primas antigas dela, telefonava, ó, vem bater um papo com a minha mãe, tomar um café, tudo. E assim foi indo, mas foi muito pouco tempo. A minha mãe ficou comigo seis meses. Depois de uns cinco meses que ela estava comigo, já na cama, tudo, ela começou com muita dor, aí chamamos um médico, internou, ficou quinze dias internada e ela faleceu. Mas ainda fiz a festa de oitenta anos para ela nessa casa onde a gente estava morando. E aí logo depois ela faleceu. Então foi isso. O que mais? É... Você... a você queria
a sua amiga de infância. Eu quero saber como foi essa amizade com a Júlia.
Sim, sim.

A Julinha é uma pessoa maravilhosa. Ela é dez anos mais velha do que eu. Ela foi minha amiga de infância, porque eu morava de um lado, ela morava do outro. Quer dizer, ela não foi bem minha amiga de infância, porque eu comecei a a a conversar com ela, tudo, eu tinha sete, oito anos, ela já era uma mocinha. Mas ficou a mãe dela, e o pai dela, tudo, muito queridos, sem, já eram amigos dos meus pais. Então, a gente continuou esse crescimento junto. Logo que eu casei, eu fui morar coincidentemente do lado da Pegado, pegado. Tão pegado que a gente era tão amiga que o meu falecido marido abriu uma janela no muro, porque a gente passava as coisas. Ju, fiz um bolo, dá um pedaço para a tua mãe. Ela Jacy coei um café, pega aqui a xicrinha. Então, assim foi a amizade. O meu filho, que é é paixão da vida dela, é a segunda mãe Dele, ela é, eh, ele passava, eh, a gente não sei como chama hoje, naquela época era um cestinho, chamava Moisés. A gente botava o bebezinho dentro e carregava assim pela alça. Eu passava o Moisés pelo buraco, do a a janela do muro, para ela ficar com ele, para mim sair só com a menina que era maior. Então, é uma amizade muito grande. E ela, quando eu tinha dez, doze anos, não sei, ela é professora de piano. Ela me ensinou a tocar piano, só que eu não aprendi.

Depois ela ensinou meus filhos também. Os meus filhos, se tiver nenhum, se formou. Mas eles tiveram aula de piano com ela, entendeu? Então ela está sempre presente na vida da gente, sempre. Onde a gente vai, meu filho principalmente, aonde vai chama Julinha. Quarta-feira do meu aniversário ela esteve em casa. Então é uma amizade que é é uma amizade de uma vida, do início de uma vida e vai até o fim da vida, né?

Não.

De infância, de pequena, não. Porque eu comecei a a conversar com a Julinha, eu conhecia ela porque a gente morava de um lado e ela do outro, então a gente se via toda hora. De noite, as cadeira na porta, tudo. Mas eu comecei a conversar com ela e e e e ficar assim amiga... quando eu tinha uns on, uns dez, onze anos, na época que a minha mãe me soltou, que eu podia atravessar a rua e eu ia conversar com ela, que ela ficava sentada na porta no portão da casa dela. Então, aí que a gente começou a conversar. Ela já era uma mocinha, porque dez anos dá uma diferença, né? Aí ela cuidou, ela foi uma pessoa, ela cuidou do pai e da mãe dela como ninguém cuidaria. Hoje se colocaria numa casa de repouso. O trabalho que ela teve com o pai e com a mãe. Mas eh ela é uma pessoa muito muito querida. Ela faz parte ela é da família da gente, né?
E como surgiu ideia janela?
Meu marido, porque eu subia no, a mãe dela falava assim, Jaci, fiz um cafezinho. Ela sabe que eu gosto do café só quando faz na hora. Põe na garrafa, não quero. Acabei de coar um café, vem pegar. E eu punha um banquinho e subia para pegar pelo muro, né? Aí eu falava, dona Nenê, eu fiz tal coisa.

subia, né? E assim, a minha filha, principalmente, ai, eh, do, falava para a Julinha, Ju, eu quero... Dez, onze anos, eu quero cortar minha franjinha, mas eu quero agora. Abre a porta que eu estou indo aí. Ela cortava. Aí, vai por a calça, tem uma porção, mas aquela que ela quer, arrebentou o zíper. Dona Nenê, como, põe para mim o zíper. Na hora, tudo elas faziam na hora, entendeu? E sempre subindo, né? Tanto ela para mim, como eu para A gente subia num banco. Aí um dia minha falou, para com isso. Pegou o martelo, pá, pá, pá, quebrou tudo. Depois chamou um pedreiro, tem até hoje, porque essa ca ela mora na mesma casa. E a a pessoa que mora na casa onde eu morei, não tem amizade com ela, porque a época hoje é outra, tudo, mas o quadradinho do muro está lá, abertinho assim, para passar os pratinho.
Eu queria agora para, tem duas perguntas antes de encerrar. Primeiro, a relação com a Rafaela, porque foi a primeira vez que você foi avó, né.
A Rafaela... Que é bem marcante, é uma paixão na minha vida. Hoje ela já está com dezenove anos, está na faculdade, já namora, então não tem aquele Aconchego. Mas a Rafaela dormia comigo. Eu levava ela para tudo quanto é canto. Era vinte e cinco de março comprar as tranqueirada. É quando ela fez quinze anos comprar as lembrancinha. Quando ela tinha baile, na na que é na faixa de quinze anos, que tem todos os bailes, as festas de quinze anos, né? Eu ia com ela em tudo quanto é loja procurar os vestido para alugar. Depois a mãe ia para acertar. Mas a mãe não tinha tempo, que é dentista, trabalha. Então eu ia com ela para tudo quanto é canto. E levava ela para todo lugar. para cinema, para teatrinho. Nossa, onde eu ia, a Rafaela ia comigo. Onde eu ia, quando a minha filha casou, a família do do do do meu marido atual, a irmã dele, que já é falecida, ela não se conformava. A a a A Rafaela tinha... Ah acho que uns três anos, não tinha mais do que isso. Eu atendendo as pessoas lá no salãozinho, tudo, ela grudada aqui em mim, assim, grudada, grudada, grudada. Sempre foi muito grudada comigo e tudo contava para mim, tudo contava para mim. E... E as outras também, mas não foi tanto. Não foi não não foi tanto, a Rafaela foi a a que marcou realmente a minha vida, né? Hoje, está um pouquinho, né? Não conta mais tudo, né?

Já está com dezenove anos, já não conta tudo. Agora, quem conta? As menina da minha filha. Minha filha tem um menino de dezesseis e as meninas de... Uma tem vai fazer quatorze e a outra vai fazer Então, ela... Vó, vem aqui. Vó, faz isso. A pequena de onze, nossa, ela puxou de mim. Ela faz bolo, ela queria aprender a fazer um bolo, eu ensinei um bem fácil. Aí ela já guardou a receita na cabeça, toda hora fazia, toda hora fazia, eu peguei e fiz um caderno de receita para ela, tudo com receitinha fácil, né? Pois olha, ela faz, eles moram num prédio, ela fez uns papeizinhos no computador, eh, encomende comigo seu bolo para o chá ou café, e botou tudo embaixo das Ela faz, as pessoas ligam, ela faz os bolinho. Simples ainda, né? Mais para frente vou ensinar coisa melhor. Mas bolo para tomar café, sabe? Sem recheio, sem cobertura. Ela faz, ela vende, o dinheiro é dela. Eu falei, ai Lila, você puxou da vó. Ela falou, ai vó, eu gosto. Aí ela faz, ela faz para a casa dela e faz também para Eu acho tão bonitinho, né? A outra do meio já é mais... Não gosto da
<laughs> E deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem algum sonho ainda? Um sonho hoje?
Ah, os meus sonhos são pequenos, são viver com saúde para curtir bem mais ainda os meus netos e umas viagens assim muito, mas muito pequenas que eu quero fazer. Uma delas eu vou fazer o mês de dezembro, se Deus quiser, uma cidade do Rio chamada Conservatória. diz que é um encanto, as minhas amigas que foram, diz que é tudo antigo, você acorda com um despertar de passarinho, seresta ao entardecer na rua, que tem o museu do Nelson Gonçalves, não sei mais de quem, que não lembro agora, diz que é uma é uma caixinha de fósforo a cidade, diz que é uma coisa muito bonita, e e diz que o bom é você ir numa excursão com um guia, tudo, e é difícil de ter. Agora encontrei uma que vai ser onze de onze a tre curtinha, de onze a treze de de dezembro. Então, se Deus quiser, eu vou. E... E uma viagem de navio, pode ser curtinha, de três dias, só para mim ter o prazer de entrar no navio e ver como é que é, que é tudo tão bonito, né? Que De preferência, seria com o Roberto Carlos, né? <laughs> Aí é muito dinheiro, né? Mas eu me contento com uma que, se Deus quiser, em breve eu vou fazer. E não é sonho, mas sei lá, se eu tivesse dinheiro, eu iria conhecer Itália, Portugal e Espanha. Mas não é que isso é uma coisa que, é o que, importante, eu quero, eu quero. E, Isso é ser. Agora eu quero navio.

pouquinha coisa. E saúde para curtir meus neto e meus filho. É...
Eu queria te perguntar para finalizar, como é que foi contar a sua história aqui?
Foi gostoso, eu estou me sentindo tão leve, parece que eu tenho vinte anos. Foi muito bom. Eu eu achei assim, falei, e... eu vou me embananar, eu vou me emocionar, não vou saber dar uma sequência, mas eu acho que eu consegui dar pelo menos uma metade de uma sequência, né? Estou muito contente, muito contente. Muito agradecido a vocês, o trabalho de vocês é lindo, maravilhoso. Precisa ser mais divulgado, não é? Com as pessoas que eu comentei, ninguém sabe, nunca nem ouviu falar. Mas a minha filha entrou na internet, ela falou, não mãe, é uma coisa boa. Inclusive, ela disse que leu o depoimento, uma carta de uma filha que trouxe a carta para cá, que ela achou depois de dez anos que o pai faleceu. Ela leu a carta na internet. Então foi isso. <laughs> Gostei demais. A gente agradece. Você Não sei se é isso que vocês estavam esperando, <laughs> mas é é isso aí. Está Muito contente. Muito obrigado. Obrigado vocês.